Ah, ah, claro, fevereiro, carnaval. <laughs> E o nome dos seus pais?

E eles eram da onde? Os dois, nasceram onde? também nasceram em São José do Rio Preto. Não é São José? Aham.

É é libanês. Na verdade, meu pai me falou, de assim eu já era adulta, quando ele me disse que o nome da família não era esse, era... tipo Thay Will, Thayil, Thay Will, uma coisa assim, mas eles eh, enfim, acho que eram comerciantes, né, meu a o pai dele eh veio eh do Líbano, nasceu em Asbaia, veio com dezessete anos, e eles tinham uns irmãos mais velhos que eram esses comerciantes e que parece que passaram pela cidade de Homs, que é na Síria. Isso daí eu fui montando, né, essa his essa história. Parece que foi isso, daí eles adotaram esse nome Homs, que depois de um dia conversando com um cara que é libanês, me disse que Homs é igual é é quem é de Homs, que é hum, como por exemplo, paulistano é quem é de São Paulo. Então ele me disse que seria isso, meu pai nunca me disse isso, isso foi uma outra pessoa que disse, porque o meu pai já tinha até morrido. Então aí eles adotaram esse nome, daí parece que foram primeiro para a Argentina, os irmãos do meu avô, depois vieram para cá. E o meu avô veio aos dezessete anos. Enfim, tinha ocupação turca né na no Líbano. E E aí ele i iria para a guerra. Ele tinha ele era um um rapaz muito inteligente. Falava francês, além de árabe né e russo. E tinha ganhado uma bolsa para ir para a Rússia. E aí então eh e aí mil oitocentos e oitenta e noventa e nove, ninguém sabe. Então ele tinha mais ou menos dezessete anos, tinha ganho a bolsa, mas aí veio a Revolução de dezessete na Rússia, então ele não pôde ir. Ele ia virar bucho de canhão né, ia, uhum, para o para o fronte na na Primeira Guerra Mundial. Então a o pai dele colocou ele num navio e diz a lenda né, não sei se é verdade, que ele já chegou falando português aqui <laughs> no Brasil. E já adotou o sobrenome dos irmãos, que já estavam em São José do Rio Preto, e aí ele foi para lá, e enfim.
E por que que eles foram para São José do Rio Preto? Interessante essa, não sei.
Não sei.

O que que eles faziam lá? Eles eram comerciantes, né? Como Que comércio? Libanês. Olha, eu acho que <coughs> eles tinham máquina de café. Tiveram várias coisas. Acho que meu pai depois teve um boliche, sei lá. <laughs> Eu não sei São várias Enfim, eram comerciantes. Aham.

Meu avô esse eh esse meu avô conheceu eh conheceu a minha avó, que também veio aos treze anos para o Brasil. Ela era de uma outra cidade que acho que se chamava... hum, eh, Enfim, esqueci o nome da cidade dela. Minha E fui resgatar essa história depois. né Principalmente depois do onze de setembro. Foi eu, enfim, aham, aham, uma coisa que abalou o mundo, mas acho que abalou muito os descendentes de árabes. Viram os enfim novos... Não quero falar essa palavra, mas são os novos terroristas, porque não é, enfim, não é verdade, mas são os no a as novas vítimas da mídia, vamos dizer assim né. Então eh e aí eu fui resgatar essa história, entender um pouco até como é que funciona a imigração sirio-libanesa para o Brasil e tal. Mas então meu avô conheceu a minha avó, que veio também. O irmão dela veio antes de lá, depois mandou buscar ela, que era a irmã mais nova, e a mãe. Então vieram e e eles estavam em Araxá. Em Araxá tem também muitos eh libaneses né, como tem em São Jardim do Rio Preto também. Tem muito libanês em São Jardim do Rio Preto. Talvez seja por isso que eles tenham ido, não sei. E aí eles se conheceram, enfim, se casaram, tiveram seis filhos.

São quatro mulheres, imagina, né? Quatro mulheres e dois homens que eram gêmeos, que é o meu pai e o irmão dele. E e aí, enfim, aí meu pai veio estudar aqui em São Paulo e se formou engenheiro e aí, enfim, virou empresário e essas coisas todas. Mas eles então sempre tiveram essa... Enfim, ligação com o comércio, né? Aham, aham. Que é uma coisa que eu não tenho, por exemplo. Né não sou comerciante com certeza, mas meu pai era um um empresário. Apesar dele ser engenheiro, aham, uma vez ele me me disse me disse uma coisa... Meu pai me disse coisas muito interessantes. Ele morreu quando eu tinha vinte e um anos, né? Em noventa e

Então, tem muitas coisas que eu queria discutir com ele que eu não não não tenho mais essa oportunidade.

E e assim acho que eu mudei muito desde que ele... assim eh Minha formação toda, minha minhas ideias se consolidaram, minhas opções ideológicas se consolidaram depois da morte dele. Uhum. Então eu não sei como é que seria hoje. Eu tenho bastante conflito com a minha família, principalmente a família da minha mãe né, que a gente tem mais contato, porque nós temos, enfim, visões de mundo totalmente diferentes. mas com meu pai não sei como é que seria, né? Mas ele me ele me falou várias coisas interessantes. Uma coisa que ele me falou, que eu lembrei agora, ele disse o seguinte, olha filha, eu poderia ter feito medicina, advocacia ou engenharia. Eu escolhi a opção que eu achei que ia me dar mais dinheiro. <laughs> <laughs> Então, enfim, eh, foi uma opção, porque uma pessoa muito inteligente e tal. E Então a opção que ele fez foi de ganhar dinheiro. Que eu acho que tem a ver com Não que ele seja ele não era imigrante né, mas essa ideia toda do Brasil, da né dessa formação no século vinte do Brasil né.
Enfim. E a sua mãe? Sua mãe, Qual é a origem da família dela? A minha mãe é
é português. O o meu avô, pai da minha mãe, também nasceu em São José do Rio Preto, mas o bisa ãh o avô do meu avô veio da Ilha da Madeira, então eles vieram da Ilha da Madeira para cá. E aí vieram, acho que muitos primos, não sei, veio uma galera e eles foram trabalhar e também eu fui resgatar essa história também. E aí, eles foram trabalhar para o para a na fazenda do Loefgrin.

e tal. Então, eles foram trabalhar em Araraquara. E aí, acho que além de, enfim, trabalhar para ele, eles também faziam carreto. Ãh. Eh Enfim, era o táxi né, que não era um táxi, era levar as pessoas da da da

E aí o o daí o o pai do meu avô também nasceu na Ilha da Madeira, mas veio criança para cá com o pai dele. Hum. Enfim, cresceu ali e tal. E aí quando a Estrada de Ferro foi para São Jardim do Rio Preto, Eles foram também. Eles chegaram ao Brasil, acho que em mil oitocentos e oitenta e cinco. Tenho essa data na cabeça. E depois, quando a rodoviária foi a ferrovia foi para o Rio Preto, eles foram juntos. Aí meu avô acho que já Meu pai do meu avô já enfim já era adulto. E E e e parece... Eu não sei se ele era analfabeta analfabeto, mas a mulher dele, com certeza, a mãe do meu avô era. E aí eles... Eh ah O que era muito comum, inclusive né, na verdade, mas... Ah, Enfim, e aí eles eh tiveram, se sei lá, vários filhos, nem sei, são três homens, acho que são uns nove filhos, sei lá, um monte. Então minha mãe tem um monte de primo, e ela adora esses primos, nós somos ah nós somos vinte e oito primos e tal. E aí eh ele comprou umas terras lá em Badbacite e tal, enfim, ficou muito rico né nesse momento, E aí tem umas fotos do meu avô, que meu avô foi o único que estudou. Veio para São Paulo, fez São Francisco. Antes ele tinha vindo estudar. Está ficando um pouquinho frio. Ele tinha vindo eh estudar, eh e aí, ele em em mil novecentos e trinta e dois, ele tinha dezesseis anos, e ele fugiu do internato para lutar na Revolução de trinta e dois. Aí, o pai dele falou assim, ah, quer lutar na Revolução de trinta e dois? Você quer eh quer lutar, então? Quer fazer outra coisa? Então, você vai ficar um ano na enxada. E colocou ele para trabalhar na Fazenda um ano e tal. Bom, no fim, ele veio, se formou advogado, e ele é o irmão do meio dos três meninos, né? Ele está no meio lá da família, que é um monte de gente. E aí ele ele se formou e aí acho que um dos primeiros trabalhos dele foi o inventário do próprio pai. Enfim, e aí eh ele virou fazendeiro e aí tem umas fotos dele com umas toras desse tamanho, assim, de diâmetro, que eh de derrubar, né? Porque era essa ideia mesmo, né? De você... A a até uma vez eu tinha um professor estava meu, que hoje é até ministro do do esse tê jota, eu assisti uma palestra dele, e ele estava dizendo o seguinte, a a o a a relação com a terra no Brasil é uma relação de desmate, você só é dono da terra se você exerce a posse, se você exerce a posse você exercer a posse significa cortar aquela a cor, enfim, limpar, né? Limpar, é mato e tal. Então, e aí meu meu avô, então, limpou a fazenda, e depois casou com a minha avó, que é daqui de São Paulo, e que eh que ele conheceu quando morava aqui, e ela, conta que ela fazia fazia comida para a camarada né. Ela dizia isso, engraçada essa figura, fazia comida para a camarada tal. <laughs> E Só voltando que eu lembrei uma coisa, esse negócio da da terra. Eu lembro que uma vez eu falei para a minha mãe, eu falei, mãe, minha mãe morou na fazenda, meu ah meu né. Ela falou, olha que lindo essas margaridas. Ela falou, é mato, né? É É é praga a margarida. Gente, que interessante, né? <laughs> <laughs> Como você se relaciona com as coisas, como vão mudando também as relações, né? Não é uma praga, uma flor, né? Mas, na vi para o meu avô, eu devia ser uma praga, né? E a minha avó, ela, é fi a mãe dela, minha bisavó, que até tem foto dela, bi, porque ela viveu muitos anos, ela, a mãe de da minha bisavó, É uma italiana que veio para o Brasil, foi para o Espírito Santo, também fui resgatar essa história, né? Foi para o Espírito Santo, aí lá no Espírito Santo ela veio com o marido dela, acho que ela teve uns filhos, e acho que a minha bisavó é filha desse marido italiano, e ele morreu picado de cobra. E aí ela se viu sozinha, viúva, super jovem com, acho que ela também tinha um monte de filhos, uns cinco, assim. Aí, ela começou a trabalhar, enfim, se virou mesmo. Aí, se apaixonou por um sujeito, que parece que o sujeito era, enfim, bom vivã, e ela veio com ele para São Paulo, ela sustentava ele, aí ela abriu uma farmácia aqui, enfim. Eh E aí, ela teve eh a minha bisavó, não, como é que foi? Isso, ela teve a minha bisavó, aí, ah enfim... Agora. Ah, sim! A minha bisavó casou-se com um sujeito de Lins, que é carvalho, uhum, que... Talvez seja cristão novo, né? Ninguém sabe, é uma família, ele meio... A origem da família dele é meio obscura. E também morreu cedo e tal. Enfim, minha bisavó também foi muito batalhadora, criou os filhos, também teve um uns seis filhos e tal. Enfim, e aí minha avó foi para Rio Preto, se adaptou muito bem na cidade.
E aí, em Rio Preto, seus pais se conheceram lá, né? Meus pais se conheceram lá. E eles faziam o quê?
Viviam como? Meu pai é do era doze anos mais velho que a minha mãe, né? Hum E ele, enfim, era um rapaz bonitão, cheio de namoradas e tal, veio para São Paulo, estudou na Arquidiocesana, depois ele fez Engenharia na Mackenzie, enfim. Então, voltou para Rio Preto. Aí acho que ele tinha esse boliche com o meu com o meu com o meu com o irmão gêmeo dele, com o meu tio e tal. E enfim, e minha mãe, segundo ela conta, ela era ela viu ele, acho que a primeira vez com quin, quando ela tinha quinze anos, ele já tinha vinte e tan, quase trinta, e ela ficou apaixonada por ele. E ele não deu a menor bola para ela, achou ela uma menina, né? E aí, passados uns dois anos, eu acho que aí ela fez dezessete anos, sei lá, ele se interessou por ela, e aí eles começaram a namorar e com dezenove anos ela casou. Você acha que é para casar com dezenove anos? <laughs> Enfim, casou, né? Obviamente que não podia dar muito certo. E aí, eu nasci quando a minha mãe tinha Aí é minha irmã, e minha irmã é um ano e meio mais nova que eu e meu irmão é cinco anos mais novo que eu. E aí quando meu irmão nasceu, acho que no casamento dele já não estava muito bem. Enfim, meu pai então era engenheiro, aí ele criou... formou com mais dois sócios uma construtora que cham que cham eh chamava-se Opase, que foi muito importante para para o desenvolvimento de Rio Preto, que, enfim, com verticalizou bastante a cidade eh. Ele, enfim, era o o, ah vamos dizer ah, ai agora ficou meio quente. <laughs> Desculpa. Então, e aí ele ele era como assim ah a locomotiva, vamos dizer assim, da da empresa, né? E tanto que depois que ele morreu, a empresa degringolou e faliu, né? E Então e então ele ele traba ele também tinha essa empresa, depois ele criou outras empresas, criou até uma holding e tal, ele teve um momento de ápice,

trouxe essa situação de falência. Já a minha mãe parou de estudar para casar, né? Ela fez história, começou a fazer história, alguma coisa assim, parou de estudar, casou. E aí, enfim, ela sempre gostou muito de decoração, ela abriu uma loja de decoração depois de um tempo de casada, que ela era representante de uma empresa de iluminação aqui, de uma fábrica de iluminação. Ela fazia projetos de decoração. Ela tinha uma vida muito badalada. E Enfim, meus pais eram sempre eram um casal muito bonito, muito... Uma cidade pequena, né? Aham Meu pai foi presidente do clube. Uma vez, depois ele morreu. Quando ele morreu, ele era presidente do clube de Rio Preto, que é Né, Enfim... Aham. Enfim, e aí eles tinham uma vida muito louca e, né? Enfim, sei lá. Sexo, drogas e rock and roll, imagino eu, né? Eu não participei, fiquei só. Aham aham. Né então Enfim, mas isso foi muito difícil para mim e pros meus irmãos também, né? A gente sentiu muito abandonado, porque eles estavam, enfim, num momento... Década de oitenta, né? Vivendo a vida louca. Uhum. E a gente ficou... Até tem um um filme que eu assisti, que chama A Deriva. Não sei se vocês viram esse filme. que fala um pouco, sim, da história de uma menina na década de oitenta, e é um pouco autobiográfico do próprio diretor, achei interessante. E eu super me identifiquei com aquela relação do casal, a mãe bebendo, o pai tendo casa, porque realmente, não sei, acho que foi uma uma uma verdade para muitas pessoas da minha geração né, uhum, para muitos filhos e tal. Uhum Enfim, e aí eles... Daí eles separaram né, quando eu tinha treze E aí, depois, meu pai morreu alguns anos depois, e minha minha mãe se casou novamente, ele agora se separou novamente. Uhum. E
Bom, aí vocês são quatro irmãos, né? Três? Não.

Três, três. E aí você lembra como é que é a sua casa? Como é que era a vida de vocês, assim? Você começou a falar um pouco, mas assim, é então, no cotidiano, aham, assim, como é que era? Ah, era
dos... Era era, enfim, a gente... Engraçado eu tenho memória infantil muito forte. Eu lembro de muitas coisas né. Então, até os cinco anos, a gente morou num apartamento que meu pai, inclusive, construiu. Uhum. Eh No prédio que meu pai construiu, que meu avô morava, pai dele e tal. Tinha até o nome do meu avô. E e aí eh, aí ti tinha eh éramos eu e minha irmã, e aí meu irmão ia nascer, então a gente mudou para uma casa, né? Essa casa a gente viveu muito tempo, né? Quer dizer, eu saí dessa casa para para vir para São Paulo, só que daí também foi na época que minha mãe também saiu, foi morar com esse eh outro marido dela e tal. E, enfim, era uma casa super bacana, que meu pai também construiu, né? E era uma casa modernista, tinha um um um vão enorme, né? Na verdade, era um pé direito alto e ela era... Eh enfim, você entrava, tinha esse plano, né? Que tinha cozinha, tinha uma sala de jantar aqui, aqui tinha uma sala de tê vê. E aí você subia uma escada, mas era tudo aberto. E aí tinha uma sala de estar que dava para o jardim, que tinha uma piscina. E tal e depois tinha a escada aqui atrás e aí ficavam os quartos para cá. Então foi eh uma casa que a gente, enfim, eh curtiu muito. Sempre tinha gente em casa.

A minha mãe do meu pai ensinou ela a fazer essa esfirra. Então ela fazia esfirro, então eu ficava soltando a fornada de esfirro o dia inteiro, o pessoal enchendo a cara, né? Meu pai se achava o cantor, então ele cantava, aí vinham os músicos em casa, isso era muito boêmios, né? Então, cheio de gente, eh todo final de semana aparecia gente em casa e, enfim, Rio Preto é muito quente, faz sol, então a gente ficava na piscina o dia inteiro, e os meus primos, em era uma casa muito cheia, né? Apesar de todos os conflitos, né?

Entrou em casa aos dezesseis anos, eu tinha acho que dois anos quando ela entrou. Ela viu meu irmão nascer, meu irmão era... o filhinho dela, e ela praticamente criou a gente, porque enfim, houve esse abandono, né, quer dizer, houve essa necessidade da minha mãe viver uma vida que ela não viveu, afinal, ca casou-se aos dezenove anos, meu pai também, com toda a criação dele, enfim, vem de uma família árabe que, com um monte de mulher, então, uma irmã cuidava dele, outra irmã cuidava do outro irmão, sabe, aquela coisa do homem, né? Uhum. Então, tem essa postura machista de que tem uma relação muito afetuosa, amorosa com a família, mas até um limite de do que ele pode fazer, né? Uhum, uhum. Enfim, uhum, então, quer dizer, eles eles foram viver as vidas deles, uhum, e nós ficamos lá, né?

Ela era tudo, né? Ela que fazia a compra, ela que lavava, passava, arrumava, levava gente para a escola, dirigia o carro, sabe assim? Ela que fazia tudo.

Claro, isso gerou muita revolta né, eu fui uma adolescente muito revoltada, brigava com a minha mãe, ela não aceitava né essa situação e a minha mãe tem as explicações dela para isso e tal. Enfim, mas então essa casa era uma casa que tinha muita festa, muita gente. Depois quando a gente virou adolescente, os nossos amigos iam direto em casa. Eh eu lembro que teve um ano que a gente eh fazia... que tinha uns amigos. Enfim, a gente tinha dezesseis anos e tal, então eles começaram a fazer serenata. E aí eles passavam na casa dos amigos fazendo serenata e depois a última casa que eles iam era a nossa. E aí, iam lá, e aí entravam, e aí depois a minha mãe chegava depois deles estarem lá de madrugada fazendo serenata, e dava bebida para todo mundo. Outras épocas, né? Enfim, e aí às vezes as minhas amigas iam dormir em casa, e aí eles iam fazer serenata, e aí chegavam. Enfim, era uma era uma uma vida muito... com muitas coisas, uhum, muita gente, tinha uma vida social muito grande, e mas também, enfim, sempre... Tinham as sensações de abandono né, de ah dessa falta da de uma família tradicional né, uhum, que. Pais que estão presentes, que estão no almoço, que estão no jantar, que põem limites. Essas coisas não não não houve na nossa relação e tal. Acho que de certa forma afetou a todos nós né, eu e meus irmãos. Enfim Já fiz dez anos mais de dez anos de terapia, <laughs> trabalhei bastante, aham, essas coisas.
E aí, você fez você entrou na escola lá eh, você começou a estudar lá em São Isso. Você ficou até quantos anos lá? Eu
Eu fiquei... Bom, enfim, aí eu eh estava em Rio Preto e aí eh, com dezessete anos, eu fui para o Canadá fazer um intercâmbio pelo Rotary. Então, eu fiquei um ano fora eh. E enfim, foi muito bom mas, por um lado. Por outro, meus amigos enfim viveram um monte de coisas que eu não vivi com eles naquele momento. Então, isso é uma coisa que eu sinto um pouco. Aí quando eu voltei, eu fiz um ano de cursinho, fiz terceiro colegial de novo, fiz cursinho, e aí entrei na PUC aqui em São Paulo e vim para São Paulo. Isso foi em noventa, ou seja, faz vinte anos que eu estou
mas vamos voltar um pouco lá então eh. Essa sua vida na escola lá, você tem alguma lembrança forte? Como é que foi a sua entrada na escola?

E aí a gente deu a mão, deu tchau, entrou, e elas ficaram <laughs> as duas chorando, né? Típico, né? Mas enfim, ah acho que minha vida na escola foi foi tranquila, foi enfim sempre tive muitos amigos, eh enfim, sempre ia muito para a diretoria, né? Era muito eu sempre fui muito muito questionadora, muito rebelde, sabe? Muito briguenta, na verdade. Ãh, hum. Minha mãe conta, por exemplo, que eu chegava da escola, ela ia, quando eu era pequena, né? Eu ela ia lavar a minha cabeça, eu ia de Maria Chiquinha para a escola, então caía o cabelo. Porque eu ficava assim no nos meninos, eu ia lá brigar com os meninos e falava, falava, falava, falava, e eles não tinham argumento, eles me batiam, puxavam o cabelo. <laughs> <laughs> Então, quer dizer, então eh eu sempre fui muito, eh enfim... Sempre, eu aham eu acho que eu tinha uma certa eh liderança entre os meus amigos, eu fa eu sempre falei muito, sempre fui muito expansiva, sei lá. Assim, sou muito tímida também, uhum, dependendo da situação e tal. Mas aí foi ih foi isso.
E você fez o o primeiro grau lá?
Fiz o primeiro grau, o que que é? É Primeiro colegial, segundo colegial?
o primeiro grau é do quin do primeiro ao oitavo. Ah

Então, a gente estudava numa escola que chamava Pequeno Príncipe. Hum Logo que a gente entrou aqui e tinha uma metodologia, tinha, sei lá, uma diretora, era amiga da minha mãe, e todo mundo estudava lá. Aí, de repente, todo mundo muda de colégio e a gente ficou, porque daí eles iam começar a quinta. Todo Todo mundo quem? Todos os meus amigos, ãh, foram para outros colégios mais tradicionais em Rio Preto que já. Aham. E a gente ficou. É porque, enfim, eu fiquei, né, que eu sou a mais velha, eh ia ter a quinta série, então, eles falaram, fizeram uma proposta para os ah para as pessoas ficaram ficarem e, assim, algumas pessoas ficaram, eu fiquei. Seus irmãos também? Meus irmãos também, mas eles já estavam nesses anos que eram, enfim, que essa escola já oferecia, né, eu fui meio uma cobaia para o para a quinta série. E aí e aí acho que não deu muito certo, não sei. Achei que daí a gente foi para o Objetivo depois. Eu fui na sexta série, minha irmã estava na quinta. Não sei muito bem como é que ficou. E aí eu fiquei no Objetivo uns anos. Aí depois, no meio do primeiro colegial, eu quis ir para o Anglo. Briguei com a minha mãe. Não, eu tenho que ir para o Anglo. Todos os meus amigos estão lá. O Anglo é melhor para eu passar no vestibular. Tem que ser, não sei o quê. Enfim, ela me mandou para o Anglo e tal. Mas enfim, mas foi uma ah... foi... não sei, não tenho muitas coisas que eu me lembre agora para para contar, assim.
E aí você passou a adolescência lá, viveu, passei, esses tempos lá, e como é que era, como é que eram as amigas, namoros... A adolescência é uma época muito dura, né?
Nossa, gente, que época difícil. E eu, assim, Eu era eu era muito magrela, cabeluda, um beição, sabe assim uma? Eu era muito feia assim, me achava muito feia, então eu sofria muito com isso. As minhas amigas todas já estavam desenvolvidas, eu demorei para me desenvolver, então todo mundo já tinha peito, já eram, aham, e eu não tinha nada, sabe? Então era hum era muito foi muito traumático. E, claro, toda a o conflito familiar também ele se coloca né nesse momento da adolescência. né então A ausência dos pais né, o conflito. Enfim o con, meus pais brigavam demais, né? Eles se separaram numa briga muito feia, que eu, inclusive, tomei a iniciativa, fui lá e falei, pai, chega, é melhor você ir embora, né? Fui lá meio que salvar a minha mãe, porque a situação estava muito complicada, no meio da noite, assim, sabe? Então eh, foram coisas que, enfim, você fica um pouco traumatizado, né? Então, meu pai foi embo, aí eu falei, pai, é melhor você ir embora. Ele foi embora de uma forma, uhum, ele foi morar num hotel, uhum, mas ele... Enfim, almoçava todo dia em casa, ele estava mais presente em casa do que a minha mãe, né? Ele continuava sustentando a casa, tá? Então, ele estava mais presente do que ela. Mas, enfim, se separaram finalmente, né? Já tinham, já tinham tido episódios de, enfim, violência anteriormente, e aí eles acabaram voltando né né Começaram, pensaram em separar antes, aí voltaram. E aí, dessa vez, enfim, a gente falou, chega, né? Então, enfim, então eh isso tudo influencia, né? Eh E aí, a gente ia muito no clube, aí tinha ah o o pessoal mais popular do clube, a gente não era tanto tão popular assim, uhum, eh mas também foi numa época que eu conheci a amiga eh, assim, já eram minhas amigas de antes, né? Eu tenho uma amiga muito querida,

Como a gente ri como a gente é <laughs> quando a gente é adolescente, é incrível, né? Então a gente ria muito, tal. eh A gente ficava o dia inteiro juntas na escola e chegava em casa e ficava falando ligava uma para a outra. Aham. O telefone ocupado. Aí minha mãe tinha que ligar para a vizinha, falar, <laughs> desliga esse telefone. <laughs> Porque a gente queria ficar só conversando, né?

Então, assim, e depois quando, num determinado momento, a gente brigou com uma outra amiga nossa, que era uma menina que ficava fazendo intriga entre a gente. Então, uma hora ela era amiga de uma, uma hora ela era amiga de outra. E chegou uma hora que a gente falou assim, não, mas calma, vamos ser amiga nossa e deixa ela para lá. Então a gente aí foi um uma coisa muito muito marcante na nossa adolescência, porque foi uma uma defesa que a gente pôde A gente tava sendo manipulada de tal forma por aquela outra criança, claro, né? Mas assim, era uma manipulação tal e a gente conseguiu falar, não, a gente gosta é uma da outra e, aham, essa pessoa está... E a gente rompeu com essa pessoa e aí a gente conheceu outras pessoas.

Uma outra amiga nossa que é atriz, que é super engraçada, mora eh ela mora aqui em São Paulo também, atriz de teatro, super assim, reconhecida e tal.

E aí outras, né?

Formamos, e aí tinha os meninos, né? Que aí, depois teve essa história da... Aí a gente, ah, daí a gente eh foi, criou um uma, uma... sei lá, uma uma companhia de de animação infantil. Hum. A gente conheceu um pessoal que vinha de uma outra companhia de de animação infantil e a gente, e uma mulher também, que ti que tinha uma filha da nossa idade, que teve essa ideia de montar essa companhia de animação para a gente animar a festa. Então a gente criou essa companhia de animação infantil. Então a gente se vestia da turma do Moranguinho, os meninos de palhaço, e aí a gente ia para as festas, e era super divertido. A gente ia no clube mesmo, quer dizer, era uma época assim, enfim, que a gente era... Todo mundo filhinho de papai, aham, ninguém trabalhava e tal. E aí, de repente, resolvemos trabalhar e, inclusive, trabalhar no clube do qual a gente era sócia. Muito curioso. Com outras pessoas que não eram, enfim, que não tinham essa história de vida da gente, né? Uhum. E isso fortaleceu muito a nossa relação, a gente fez muitas coisas divertidas juntos e... e conhecemos eh outras pessoas que não eram desse nosso meio, eh que é um meio, enfim, de uma certa forma elitizado e tal. Uhum. E Então isso foi muito importante, foi muito muito bacana, foi muito rico assim. E claro, aí houve os conflitos e aí o grupo rachou, né? Enfim, essas coisas de coletivo, né? Você vive coletivamente e acaba... Depois eu tive essas experiências de de grupos que se racham quando eu fui para a faculdade, que eu fiz movimento estudantil e tal. Mas, enfim, foi um foi uma adolescência complicada, mas, ao mesmo tempo, coisas muito boas e algum sofrimento, né, que faz parte. Claro.
E aí você contou que você você foi para o Canadá, isso? Você era adolescente ainda? Uhum. Nessa fase ainda? Tinha
anos. Ãh
O que você foi fazer lá? Aí
Eu fui fazer intercâmbio. Esses intercâmbios, aí você fica na casa de uma família, na verdade, eu fiquei na casa de cinco famílias. E fui mudando e tal, que assim, estava previsto ficar na casa de quatro, aí teve uma que a fi a filha ia viajar, então eles precisavam dedicar um tempo para ela, e a outra família ia viajar com a família, então ficou um mês que eu fiquei numa outra família que me arranjaram. Foi uma experiência muito bacana. Eh foi enfim, foi importante. Assim acho que Uma coisa que foi muito importante foi sair eh da minha casa, que era uma... um lugar de muito conflito, né? Então, eu briga, enfim, brigava muito com a minha mãe. Eh Com meu pai, acho que nem tanto, né? Mas brigava muito com a minha mãe. Sempre, a minha vida inteira, eu briguei muito com a minha irmã. A gente sempre teve uma relação muito conflituosa. Hoje está melhor, mas, enfim, a gente... Eu acho que eu tinha... Acho não, eu sei que eu tinha muito ciúme dela, porque, afinal de contas ela nasceu, quando eu tinha um ano e meio, minha mãe contando que ela estava grávida do meu irmão, quer dizer eu já tinha minha irmã, grávida do meu irmão, e eu assim, mãe, eu quero ser filha única. Falei assim, filha, mas agora acho que não dá mais, né? né Enfim, ficou meio Mas eu não me conformava, eu queria minha mãe só para mim, né? E ela não não pôde estar nem comigo, nem com meus irmãos, né? Quer dizer, ela teve todas as questões dela, mas... Eh então brigava muito com a minha com a minha irmã, brigava muito com o meu irmão, sabe? Então

E eu sempre fui muito ligada na, enfim, na... no contexto político, no con no contexto social e tal. Sempre, aos poucos, fui né eh... Sempre fui muito ligada nessas nas questões que estavam acontecendo. E depois, mais ainda, depois que eu vim para São Paulo e tal mas. Então, assim, aquilo... Eh eh eu sofria muito com aquilo. Então, eram duas coisas que... Muito conflituosas. A minha casa, que era uma casa muito confusa, muito caótica, muito né com muitas muitos conflitos, E a questão econômica do Brasil, eu vi meu pai sempre tenso. Sabe então é eram coisas Então, quando eu fui para o Canadá, eu tive uma paz de espírito. Porque aquilo, eh enfim, me afastou desses problemas todos, pareceu que um peso saiu aqui de mim, sabe? Então era uma outra coisa.
Eu era, claro... Conta como foi, assim a hora que você chegou lá, o dia que você chegou lá.
O que você lembra? Eu fui para Kitchener, ãh, eh aí a minha família foi me buscar e tal. Eu dezesseis horas. Cheguei e dormi dezesseis Não, foi muito engraçado. A gente foi, olha que curioso agora. Quando eu fui para o Canadá, a gente foi num grupo. Depois, todo mundo viajou junto para um determinado ponto e as pessoas foram se separando, né?

E aí chegou um momento que estavam só nós dois né, que os outros já foram se separando e tal.

Ah então até então a gente estava super bem. Aí chegamos cada um no seu portão e desabamos a chorar os dois. Mas a gente se falou por carta. Era uma época que a gente escrevia muita carta. Eu escrevia carta para os meus amigos e ficava esperando eles escreverem. E cobrava. Eu sempre fui uma menina mimada, né? Apesar de né... Eu estou contando, mas eu sempre fui super mimada. Estou falando, ah, minha mãe... reclamando da mãe, do pai, mas, uhum, eu sempre fui super mimada. E aí, não me conformo, as pessoas tinham que me inscrever e tal, e aí eu... Eu... eh Outro dia eu mudei de casa, né? Eh E aí minha mãe trouxe para... Ah, já que você mudou de casa, estou estou trazendo aqui todas as tuas coisas de de do Canadá. Aí tinha um monte de carta, imagina, Eu voltei para o Brasil levando todas as minhas cartas e fotos. Eu podia deixar roupa, podia deixar o que fosse lá, a as cartas e fotos eu tinha que levar. E aí Eu comecei a ler um diário, gente eu comecei a chorar Primeiro assim, você se perceber, né, uma pessoa, ah assim, hoje poder olhar aquela pessoa que se sentia tão vi eh vitimada e abandonada e não sei o que, que na verdade era uma rainhazinha que ficava querendo várias coisas, uhum, enfim, né. Olhar aquela adolescente hoje com outros olhos. E depois, eh enfim, ia viver aquelas relações, né? Os amigos que
E eu mas você chegou lá no portão e chorou. E aí
Aí

Bom, aí, ok, fui.

No Canadá tem muito imigrante, né? Como no Brasil. Aham. Foi uma coisa que eu achei curiosa, porque no Brasil a imigração, as pessoas, aham, se misturaram, né? Lá não, tem o os, e tal. Então ela era suíça e ele era italiano.

E aí a gente... E aí eu fui para a casa deles, em Kitchener, que era uma cidadezinha, e eu dormi horas. Que é pertinho de Toronto? Que é uma hora de Toronto. Aí, eh enfim, passados uns dois dias assim, tudo amanheceu branco, porque era janeiro. tudo neve, assim, foi muito legal, né? Eu nunca tinha visto ne, quer dizer, acho que até eu tinha visto, eu tinha ido para o com meu pai para a Argentina, mas, eh enfim, foi uma outra relação, a gente limpando lá fora, tirando o gelo ali da frente, menos vinte graus, menos trinta graus. Então, assim, e eu tinha esquilo no jardim, na parte de trás e tal, então isso foi muito, muito bacana, e aí eu fui para uma escola de meninas, com uniforme e tudo. Não me enturmei, né? Não me enturmei e tal. E E achei que a o problema era que a escola era de meninas. Não era, né? Enfim, a questão... xis, qual era a questão? Eh E aí eu mudei no meio do ano para uma escola de mix e também não me enturmei. Mas nessa escola de meninas, as meninas usavam toda uma sainha assim, pliçada, meia, não sei o quê. Eu lembro que um dia saiu o sol. Todo mundo foi para o jardim levantar a saia, abaixar a. Falei, gente, o que que é isso? Vão para a praia, né? Porque eu não entendi aquilo, né? Porque a relação com o sol deles é muito diferente da nossa relação com o sol. Aham. Aham. A gente se esconde do sol, né? E eles, não. Aparece o sol, vai todo mundo tomar sol do jeito que está. E para mim, assim, tomar sol tem que ser de biquíni, na praia, na piscina, né? Até então, né? Enfim, e aí, aí fiquei nessa família que foi super bacana. Depois fui para uma outra família que já era numa cidade ao redor de Kitchener, eh que tinha duas irmãs e um irmão, e essa irmã mais velha que aí ia para a Suécia. Ah Enfim, aí foi aí assim o mais bacana do Canadá foi assim que a gente tinha, a cada dois meses, encontro com todos os intercambiários eh que estavam naquela região que era Toronto e Nova York. e eles estavam ali fazendo eh intercâmbio. Então, isso foi muito rico, porque daí você encontra um monte de gente que está na sua situação, cada um de um lugar do mundo, então é essa troca né, ela vai te abrindo assim, olha como existem pessoas diferentes, que fazem outras coisas e tal, e ao mesmo tempo estão iguais a você, que estão sofrendo na escola, que estão sofrendo com a língua. Estão Enfim, foi foi interessante.
E aí você ficou quanto tempo? Fiquei um ano. Um ano? Um ano. E depois?
E aí então aí voltei, fiz co fiz eh terceiro colegial, conheci um outros amigos.

Enfim, e meus amigos da minha idade já tinham saído de Rio Preto, a maioria, tinham prestado vestibular e estavam estudando em outras em outros lugares, né?

Fiquei na classe da minha irmã. Né aí e Daí, prestei vestibular e vim para São Paulo.
Bom, você estava contando que veio para São Paulo veio fazer vestibular. Uhum. É isso? Você veio para fazer vestibular. Qual era a sua ideia? É
Como é que foi a sua vinda? para fazer vestibular. É engraçado. Por exemplo, as minhas amigas prestaram vestibular. Uma foi para Assis, outra foi para Santos, outra foi para Araraquara. Então, eu tinha a ideia de faculdade É uma coisa, bem assim, no interior, né? Porque a faculdade no interior tem república. Enfim, cidade pequena também tem uma outra relação, né? As pessoas tem uma outra relação com a cidade. Então, eh então eu sempre achava, eu não queria vir para São Paulo. cidade de São Paulo? Sei lá, tenho medo, não sei, não conheço bem São Paulo e tal. Só que, enfim, resolvi fazer direito até por, assim, Direito, Eu fiz teste vocacional.
E São José não tem, não tinha direito. Hã? Lá na em Rio Preto não tinha
Ah, a faculdade era muito fraca na época, né? Acho que hoje é diferente, mas era muito fraca na época. Então, ah ah eu fui eu fiz teste vocacional na escola e a mo a moça virou para mim e falou assim, ah você eh para você, você deveria fazer Ciências Sociais. Eu falei, mas o que que é Ciências Sociais? Nem sei o que que é Ciências Sociais. Vou fazer isso. E aí o marido da minha mãe né, ela já estava casada na época, falou assim para mim, ó por que você não faz Direito? Porque aí Direito você tem um monte de opção, você pode fazer várias coisas. Eu falei, ótimo, acho que eu pensei né, não preciso escolher agora, eu faço Direito <laughs> e aí vou escolher depois, né? Enfim. E aí prestei Direito, também meus amigos iam prestar Direito, todo mundo ia prestar Direito? Ah, vamos prestar Direito. E aí prestei Direito, assim, você tinha que fazer ãh São Francisco, PUC, né? Eu prestei só São Francisco e a PUC. Tinha o Mackenzie né, mas eu acho que eu não queria. Aí passei na PUC, até fiquei pensando, ai, será que eu faço um ano de cursinho? Enfim, né, perdida total, né? E aí, mas enfim, aí fiquei aqui. E quem veio trazer a gente para prestar vestibular?

Foi minha avó e meu avô, né, que estavam vivos na época. E aí meu avô veio dirigindo tal até o meio do caminho, que é o castelo, o posto, né, castelo. No meio do caminho, a minha avó pega o a direção.

A gente tensa, né? E ela vai saindo do asfalto.

<laughs> É o asfalto! <laughs> E a gente, assim, né? Bom, o que que nós vamos fazer? É super tenso. Mas aí, tudo certo. Chegamos vivos. Pressão vestibular e tal. E aí, eu fiquei morando... Minha avó, minha avó, enfim, é de São Paulo, né? E e a minha bisavó morava na Aclimação.

E o terceiro andar era da minha avó.

E mais o da minha bisavó. Então eu fui morar nesse apartamento, lá na aclimação e tal. E aí fiquei morando, acho que eu morei lá uns seis meses. Foram longos esses seis meses. Eu que estava louca para morar em outro lugar. Porque, enfim, eh... Enfim minha avó também não era uma pessoa muito fácil, assim, né? Então ela... Eu tentei levar uma amiga para morar lá comigo. Ela fez o que fez que conseguiu tirar a minha amiga para de morar lá. Ela era uma pessoa... Uma personalidade muito forte. Enfim... E aí... Então, daí depois eu aí eu fui morar com essa amiga na Bela Cintra, num apartamento de um quar quarto, sala, banheiro e cozinha, mas foi super divertido. Enfim, daí vim para São Paulo.

E como foi? Assim se você, Você lembra de situações? De
Ah, comecei a fazer PUC, mas eu, enfim né, vou fazer direito porque eu não queria decidir, então era uma coisa assim. Mas aí eu eu comecei a fazer movimento estudantil, comecei a participar do centro acadêmico, eh e foi uma época bastante interessante.

Primo da minha mãe, que era doze anos mais velho que eu. Ele acaba ele já tinha sido casado duas vezes, ele ficou viúvo na primeira, aí a a a reencontrou a primeira namorada, ela ficou grávida, eles tiveram uma filha, e aí separaram, ele tinha acabado de separar, e eu paquerava ele desde os quinze anos, parece a história da minha mãe, né? Uhum. Achava ele bonito aos quinze anos, aos dezenove ele, aos dezoito ele então estava separado, não sei o quê, e aí a gente começou a namorar. E ele, imagina, né? Fragilizadíssimo, né? Saindo do segundo casamento, ah acho que a mulher já talvez estivesse envolvida com outra pessoa, Então ele estava super... E eu descobrindo a vida, né? Então, ele morava em Rio Preto e eu morava aqui. Então, eu nem curtia aqui direito e também nem curtia lá, porque eu brigava, a gente brigava muito, enfim. Então, eh apesar de eu fazer movimento estudantil, eu, ao mesmo tempo, tinha que prestar essas contas, essa satisfação para ele. E isso durou quatro anos e meio né, quase a faculdade inteira. Depois ele veio e mudou para cá, a gente ficou eh morando né... Mas, por exemplo, teve um encontro nacional de estudantes de direito em Teresina, no Piauí. Eu fui de ônibus, três dias de viagem. Foi super gostoso. Aí, de lá, o pessoal ia viajar pelo Nordeste, ia descer de ônibus. Eu peguei um avião e voltei. Falei, pai, me paga um avião.

Então, eu voltei, porque ele estava mal-humorado que eu tinha... Cheguei em cheguei em Rio Preto, ele estava super mal-humorado. Quer dizer, eu falei, para que que eu voltei, né? Devia ter ficado, porque já que é para ficar mal-humorado, que ficasse com razão e não sem razão, né? Mas, enfim, foi super super bacana fazer o Movimento Estudantil, isso foi acho que foi super importante para mim, eh inclusive esse contato com as pessoas, essas novas ideias, entender um pouco melhor como é que funcionava a política, como é que funcionava o mundo, a história da PUC, né na repressão, até a própria repressão, porque meus pais eram jovens e tal, na década de sessenta, e eram jovens alienados, que estavam lá em Rio Preto, enfim, se bobear, até apoiando Sei lá, acho ah alienados. Não tinha uma... O que que vocês pensam de desse tema? Não sei, não era um tema, entendeu? E aí começou a virar um tema para mim, né? Entender um pouco.
Por que que você entrou no num movimento estudantil?
Ah, eu acho que eu sempre tive uma, enfim, sempre tive preocupações políticas e sociais. E e, enfim, e aí comecei a participar do centro acadêmico, comecei a ir, não sei, acho que talvez, enfim, ah, vai ter reunião do centro acadêmico e reunião da atlética. Hum Mil vezes ir no centro acadêmico. Acho que atlética, uhum, enfim, que eu fui do esporte e tal. Uhum. E é verdade, meu perfil e tal, muito mais relacionado às pessoas do centro acadêmico do que da atlética, que, enfim, eram de direita e tal. Então aí e aí enfim participei um pouco, mas depois também saí do centro acadêmico. Eh A partir do terceiro ano comecei até a gostar um pouco mais de direito. Aí Fui fazer estágio no escritório no qual depois eu fiquei sete anos me formei e fiquei lá fui trabalhar para o mercado.
O seu primeiro emprego foi... Na verdade, eu fiz uns outros Você teve todo o seu pai, não meu pai
Ãh. Em noventa e dois, quando eu estava no terceiro ano. Uhum. Eh Então, o que que aconteceu? A sua família te Eu estava trabalhando num num escritório, eh eu era estagiária, um escritório pequeno, só tinha eu de estagiária e tal, e aí meu pai morreu. Eu já tinha trabalhado num outro, um mês, sei lá.

E aí descubro que o o o o dono do escritório ele tinha sido do cê cê cê, Comando de Caça aos Comunistas. Aí eu já me revoltei né. Mas como né? Então enfim, muito curioso né. Curioso em como se lida com as coisas numa determinada idade. Mas enfim, aí eh aí saí desse escritório que eu estava quando meu pai morreu e fui trabalhar nesse outro escritório que daí me profissionalizei, né? Eu já estava acho que no quarto ano e e aí comecei a assumir um monte de responsabilidade e tal, enfim, e tanto que eu me formei, fui contratada, e eu e mais três somos contratados. Fizemos lá uma proposta de salário que a gente queria. Ganhamos a proposta e desesperamo Bom né Porque a gente trabalhava... Então, assim, era um era um esquema escritório grande, que era escritório médio, na verdade, mas que tinha pretensões de escritório grande. Então, aquela coisa super profissionalizada, que você tinha que ralar, você tinha que viver para aquilo. E E aí, e as relações eh interpessoais são acabam sendo um pouco ruins, né? Porque muita competição, muita cobrança. Apesar de que eu tenho boas eh boas amizades dessa época né, que continuam e tal, Mas é uma uma uma situação, enfim, complicada. E eu me afastei, então, do movimento social, do movimento estudantil, de tudo isso, trabalhando nesse escritório, que era um pouco, você fica um pouco alienado, né? Porque é dedicação exclusiva, né? Até falta da aula para trabalhar e tal. Enfim, então eu fiquei sete anos lá, fiquei até dois mil lá, virei, quando quando eles me propuseram, falaram, agora você vai ser sócia do escritório, eu falei, opa, Calma, vamos repensar. Ah, é isso que eu quero para minha Eu quero trabalhar, tipo, quinze horas por dia, ganhar milhares de reais e trabalhar para um monte de gente que eu, enfim, discordo do que faz, né? Uhum Acho que não. Uhum E aí eu... E aí? Aí eu saí. Aí saí, entrei em depressão, comecei a tomar antidepressivo. Falei, não, tomando de antidepressivo, não dá, né? Aí saí, eu estava fazendo mestrado por por o estímulo até do do meu chefe, né? Uhum. Do dos do escritório. Falei ah, vou terminar esse mestrado, né, vou, de repente, dar aula, vou ver o que eu vou fazer. Quer dizer, eu não conhecia ainda eh, não sabia muito bem o que que existia fora dessa opção. Uhum. Quer dizer, concurso e tal, mas não era o que eu queria, né, mas se eu não sabia o que que existia. Então, eh até que até minha mãe me ajudou nessa época financeiramente e tal, e eu acabei abrindo um escritório.

Enfim, todo mundo meio acabou saindo. E aí a gente abriu um escritório juntos, mas não era o que eu queria, né? num Enfim, não é ter o meu escritório, escolher os meus clientes, agora eu estou melhor. Não, eu não queria divulgar desse jeito, né? Eu queria fazer coisas maiores, né? <laughs> Hum. Hum. E aí, enfim, consegui, assim, hum, de alguma forma, né? Fui trabalhar no IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é... bem bacana, sim, uma instituição super séria né, que, enfim Hoje a gente vê um retrocesso muito forte né nos nos movimentos sociais, nos nos movimentos de de de luta. Porque enfim Não sei se tem a ver com o próprio governo Lula e tal, que deu uma reduzida na nessas forças. dos movimentos sociais, pessoas ficaram um pouco cooptadas, mas também tem um fortalecimento das grandes corporações muito sério, né? Você vê isso com o INDEC, que defende o Código de Defesa do Consumidor, que é um instrumento super bacana de garantia do consumidor, uhum, uhum, de cidadania e tal, e você, enfim, eh vê hoje um monte de projeto de lei para reduzir a eficácia desse diploma legal, mas, enfim. Mas aí, depois de lá, e fui fui traba estou O IDEC, e hoje eu fiquei em Londres um ano né, fazendo um mestrado. E aí E agora trabalho como coordenadora jurídica da da Aliança de Controle do Tabagismo, que é bem bacana. Mas eh aí
E a vida? Assim, como é que era que? Enfim Que grupos que você foi fazendo? Hum. Onde Você fre O que que você frequentava aqui em São Paulo? Ah, bom, então O que que você curtia?

Então, eh eram os amigos dele, quer dizer, meus amigos mesmo. Então, eh eu acho que eu não deixei um pouco de desenvolver essa parte que eu sempre eh presei tanto né enfim na min na minha história da min da minha infância, adolescência, de ter muitos amigos. Então, isso ficou um pouco de lado.

E e aí ficamos três anos juntos, aí fui resgatar amigos da faculdade, fui retomar outras relaçõ, criar outras relações. Enfim, fui também, enfim, curtir a vida adoidado, né? Uhum, uhum. Paquerar, sair e tal. E aí fiquei... E aí, enfim, aí aí um horizonte novo se abriu para mim, que também já era uma uma fase que eu comecei a ter essa mudança de que, ai, não não está bom aqui, né? Uhum, uhum. Essa Esse meu trabalho, né? E, enfim, aí enfim, eh aí comecei a conhecer muita gente, viajar, né? Eh tem Curti um pouco essa coisa de viajar com amigos, de de ir para vários lugares e tal. Então isso foi foi bacana eh também. Aí depois comecei a conhecer uma galera muito louca, que hoje já não é mais tão louco assim, afinal, estamos todos velhos, mas... Mas naquele momento, era todo mundo muito louco, muita gente ia nas baladas, aí todo mundo beijava todo mundo. Aí, sabe, era uma época de muita muita... Enfim, muito descobrimento, muitas coisas novas e tal. E aí... Enfim, aí daí hum comecei a namorar uma pessoa dessa... dessa galera tal, uma relação que durou uns dois anos e tal. E, enfim, aí quando isso terminou também eh, acho que a a a própria galera foi assim, enfim, milhares de casais se separaram, né, todo mundo ali. Enfim, tinham vários casais e esses casais se separaram e formaram novos, porque é né é difícil essa, enfim, aguentar uma coisa muito, né, caótica assim, muito louca. E aí, enfim, aí mudamos todos, né? <laughs> Somos muito diferentes hoje e aí.

Já faz uns quatro anos, isso, uns cinco anos. E aí fomos aí fomos junto para para... Aí eu já estava trabalhando no IDEC, estava dando aula, dei aula na na UniFiel, que é a faculdade de Osasco. que foi uma experiência também muito gratificante, muito interessante. Enfim, foi muito curioso, assim, eh eu queria muito dar aula lá e aí não tinha muito espaço para para mim. Me botaram numa classe de terceiro ano, hum, para dar aula de Direito Civil. A minha área é Processo Civil, quer dizer, claro, eu sei Direito Civil, mas eu fiz mestrado em Processo Civil. Então, para dar aula de Direito Civil para os alunos de terceiro ano, ou seja, já estavam há dois anos tendo aula de de Direito Civil com um professor que era juiz, quer dizer, já era super experiente, né? Eu, minha primeira turma, uhum, e que eles amavam. Bom, não deu outra, né? Fizeram abaixo-assinado, me tiraram, né? Eu lá, chorei. Enfim, mas foi uma experiência importante, hum, até porque teve alunos que me apoiaram, mandaram cartas. Então, os alunos são muito... Qual o que que você fazia com eles?
O que que você fazia com eles de diferente? Para dar aula? É, é, é
Não, eu ainda estava aprendendo a dar aula, né? Para eles gostarem? Não, para assim, para ter um Então eu estava até descobrindo a metodologia, né? Primeiro assim. É Direito é um saco, né? <laughs> Para começar. E depois, assim, direito civil, enfim, é muita coisa. É muita matéria. E eu assim, enfim, não Então, eu tinha que ler. Então Por exemplo, uma, ah vou escrever tudo na lousa. Ficava <laughs> Chegava meia hora antes para escrever tudo na lousa. Bom, não funcionou. Aí Então vou passar uma um um xerox com os pontos e depois lendo aqui e tal. Enfim, não deu certo. Eu era muito inexperiente e tal. Tem toda essa situação e tal, né? Da do Do professor, que eles gostavam, já sabiam, né? Quer dizer, não são pessoas que estão começando no direito civil. Já tinham ideia e tinham outra metodologia antes. Uhum. Então, me tiraram, ok. Uhum. Depois, fui dar aula de processo e aí, eh dei aula para várias turmas. A primeira turma que se formou de processo, que eu fiquei com eles três anos, eh me convidaram para professora homenageada. Então, eu, sabe, eu fiquei contente, falei, ah, bom, pelo menos isso, né? E os alunos são muito queridos, né? Eles são, enfim, eu acho que a relação aluno-professor, mais do que, eh enfim, um conhecimento que você pode eventualmente passar, é como você trata, os valores que você mostra, né? Como você lida com as pessoas, que eu acho que isso é É básico assim, né? Uhum. Quer dizer, você respeitar o outro, ouvir o outro, então. E E, claro, as pessoas sentem isso, né? Então, eu acho que independente de eu ser uma boa ou má professora, de eu saber, ter experiência ou não, eu acho que a minha relação com eles eh eh foi importante para eles e para mim foi muito importante, né? Então, acho que isso que os levou a a a me me homenagear né na formatura deles foi foi muito bacana. Enfim, aí é isso. Daí depois parei de dar aula também. Parei de dar aula porque também fui para o Ca para o para Lon para Londres né. Uhum Eu parei para ir para Londres. Uhum. O que que você foi fazer em Londres? Eu fui fazer um mestrado em Política Social e Desenvolvimento. E E enfim, eu estava planejando fazer uma. Era o Isso. O segundo mestrado. Era o segundo mestrado. Só que em outra área, né? Então, não é no direito, né? Hum, Tem política social, porque, enfim, tinha mais a ver com o que eu estava querendo me dedicar no futuro e que, enfim, deu tudo Foi ótimo, né? O que eu faço hoje, né? Hum, uhum. Porque, apesar de ser coordenadora jurídica, eu não trabalho exatamente como advogada. Uhum.

Aí eu conheci ele, ele aplicou para uma bolsa para trabalhar, ele é biólogo, para trabalhar no Centro de Conservação das das Nações Unidas. E e eu não conseguia bolsa, eu con eu passei na na universidade, mas não conseguia bolsa. Então, eu tinha guardado dinheiro, então eu fui de bolso, né? <laughs> Não de bolsa, eu guardei dinheiro. durante esse tempo, quando eu estava me planejando, que eu tinha prestado, já não tinha conseguido, aí tentei de novo e não consegui de novo. E como ele conseguiu, então a gente foi. No fim das contas, eu fui com ele, né? Não ele foi comigo, eu fui com ele. Uhum, uhum. E a gente ficou um ano lá, morando em dezesseis metros quadrados, que era a cama, você guardava a cama para almoçar, né? Uhum. Estilo japonês, assim. Uma cozinha, tudo junto. Ali, muito cedo, a gente descobriu que não dava para fritar nada. banheiro e tal. Então, a gente viveu um ano, dezesseis metros quadrados. Então, foi uma experiência bacana, né? Para gente, porque a gente queria ficar junto, aham, e Enfim.

Então, quando eu voltei, ela me convidou para trabalhar lá.
E lá em Londres, como era a vida? O que que vocês faziam, além de estu? Olha lá em
Eu estudei muito. Estudei muito, estudei muito. Porque, eh enfim, primeiro em inglês, né? Quer dizer, apesar de eu ter morado no Canadá com dezessete anos, eu não não estudei mais inglês. Estudei um pouco mais para frente, então perdi muito e tal. Foi uma uma besteira que eu fiz na minha vida, né? De não ter estudado, de não ter mantido né aquilo que eu tinha aprendido. E além de ser, eh não é só uma outra língua, é uma outra língua também acadêmica, né? Hum. Hum, uhum. Enfim, porque não era direito que eu estava estudando, era ciências sociais. Então, eu eu precisava de muito. Então, assim, eu estudava muito, eu ficava muito tempo estudando, final de semana e tal.

eu fui lá com uma proposta, na verdade, que era fazer esse mes esse mestrado, e e foi isso que eu fiz.

Mas não era estudar né, era... Enfim, ficava lá como, hum, não era bem pesquisador, estava trabalhando né lá. Então, eh então acho que hum até deixei ele um pouco sozinho algumas vezes. Ele teve que procurar coisas para fazer, porque também ficaram dezesseis metros quadrados, um uma estudando, não era nem para fazer nada né. E Mas mas foi... Enfim foi, acho que foi importante. Agora assim, eu não moraria em Londres, se eu tivesse que escolher, porque assim, Gente, chove, né? Chove, chove, chove, não tem sol, no inverno amanhece às nove e meia da manhã, quatro e meia da tarde já é noite, sabe? Então, é é muito deprê, eu acho, sabe? Acho muito, não sei, muito triste. Num Assim, acho é uma cidade incrível, enfim, super cosmopolita blá blá blá, mas eu gosto mais do sol. Mas foi foi uma experiência muito importante. Depois a gente ficou dois meses viajando. Hum. Até eu estava olhando umas fotos e tal da nossa viagem que eu até trouxe. Falei, gente, nunca mais tinha visto essas fotos, né? Quanta coisa que a gente viveu, que a gente fez, né? foi foi interessante.
Bom, e aí? Vocês voltam e você? Ãh? Você vocês voltam de lá e...

Qual é a ó ene gê? É a Aliança de Controle do Tabagismo, que trabalha com políticas públicas na área de controle do tabagismo. Na verdade, a ideia é é pressionar o Brasil né, o ou ajudar o Brasil, ou monitorar o Brasil para implementar um tratado internacional, que é o primeiro tratado internacional de saúde pública e que elegeu o controle do tabagismo porque Enfim, é uma epidemia que mata cinco vírgula quatro milhões de pessoas no mundo, né? E tem uma indústria por trás, essa que é a questão, né? Uhum, uhum. Porque são mortes evitáveis, mas aí tem uma indústria que está estimulando as pessoas a fumarem, fazendo propaganda, enfim, tem que tem todo um histórico de cinquenta anos de enganação e tal, do público, enfim. Então, e aí foi feito esse tratado internacional, escolheu-se esse tema, tem umas medidas lá previstas, e nós eh trabalhamos para implementar essa essas medidas aqui no Brasil.

para o escritório de advocacia, hum, que é aquela coisa do mercado tradicional, aquelas cobranças, as exigências, a relação com as pessoas e tal, e você ir trabalhar numa ó ene gê, onde a relação é totalmente diferente, sabe? Enfim, até um é aprendizado, você tem que reaprender né a lidar com as pessoas, porque às vezes no meio de trabalho a gente é ríspido e tal, porque a gente teve essa essa experiência. E aí você perceber que você pode ser diferente no ambiente de trabalho, enfim, é sensacional. Eu acho... Enfim, eh a gente aprende as coisas e as as coisas são... Enfim, a acho que a vida, né? A nossa passagem aqui, a gente tem que... Pegar o melhor e aprender e e e e e e e ser melhor né. Perceber como é possível ser melhor com na relação com os outros. Então Eh O que você faz lá? Eu sou coordenadora jurídica. Aí

Eu voltei no dia vinte e seis de novembro dois mil e sete. Dia dois de dezembro eu estava começando a trabalhar lá. Hum. E e aí E <coughs> enfim, eu sou coordenadora jurídica.
O que é isso, ser
E aí a gente, enfim, a gente também é uma construção, né? É uma construção. Construímos isso.

Eu já tinha feito alguns Ela me convidou. Hoje não tinha um plano do que que a gente ia fazer e tal. E hoje temos, na verdade, né? Então, o que que a gente fez nesse tempo que eu estou lá? A gente se manifestou em todas as ações de interesse público que li que estão ligadas a essa questão. Então, por exemplo, ações diretas de inconstitucionalidade em que se questionam a legalidade ou constitucionalidade de leis que estão ligadas a esse tratado. Leis de controle do tabaco, de controle do tabagismo. Quem propõe essa essas ações? A própria indústria, os aliados dela. Então, o que que a gente faz? A gente apresenta, porque a gente tem muita informação, né? Uhum. Nós somo so somos uma ó ene gê aqui no Brasil, mas temos ligação com o mundo inteiro. E E a a indústria trabalha desse jeito, né? Globalizada, uma multinacional. Então, a gente também tem que... entender essas estratégias, elas estão em todos os lugares. Então, a gente apresen eh a gente se manifesta nessas ações, trazendo eh evidências científicas, trazendo provas, trazendo fatos que são importantes para o juiz saber, que é que ele muitas vezes não vai saber, né? Então, a gente se manifesta nessas ações. Ações civis públicas contra a indústria em que se busca indenização e tal, a gente também entra como assistente, como líder de consorte, apoiando a parte que está exigindo a querendo a condenação da indústria. Então, a gente faz isso. A gente No nosso website, a gente tem disponibilizado eh eh decisões e manifestações no Brasil e fora. Então, para que outros advogados, outras ó ene gês que queiram eh eh acionar a indústria ou ou enfim, ter informações, possam ter. Então, é uma forma de você facilitar o acesso à informação. A gente traduziu uma sentença norte-americana e a gente tem divulgado ela uma sentença que condenou eh nove eh eh enfim multinacionais produtoras de tabaco, dentre as quais as duas maiores aqui do Brasil. responsabilizou essas empresas pela epidemia tabagística no mundo, uhum e e e por ter, eh e condenou por ter eh eh enganado opinião pública, governo e fumantes durante décadas. Então é uma sentença assim fantástica, só que ela tem mil e setecentas páginas, então o consórcio americano Pegou as partes principais, fez uma compilação e nós traduzimos, que é um material super bacana. Fiz uma pesquisa, aí já nem estava na cê tê, mas aí depois publicamos.

não condenaram, não responsabilizaram a indústria né. E Muitas vezes, responsabilizam o próprio fumante. Uhum. Então, para entender um pouco isso, fizemos esse trabalho de pesquisa, fizemos um relatório. Acabei de fazer, semana passada, um congresso eh internacional sobre o poder judiciário e o controle do tabaco, lá em Brasília. A indústria tentou, por todos os modos, evitar que isso acontecesse. conseguiu cancelar a nossa nossa reserva no auditório do Superior Tribunal de Justiça, aí mudamos para a Procuradoria, lá eles não conseguiram, os procuradores são firmes, né? Falaram, aqui não, nós vamos então, é um um congresso aberto. Uhum. Então, fizemos um congresso para trazer, ah porque as pessoas não estão não estão sabendo, né? Uhum. Que existe um con um tratado internacional, as medidas estão ali previstas, o que acontece, então, a realidade. eh no na para a área jurídica, então fizemos esse congresso. Enfim, eh tem várias coisas que a gente tem feito eh para eh contribuir para a implementação desse tratado aqui no Brasil. Uhum.
E vocês são em quantas pessoas? Como Como
Ah, somos somos um monte de gente. É muito bacana. Fiquei crescendo, assim, sabe?

Então, ficamos aqui.

Enfim, nós somos aí mais de dez pessoas. Uhum. E e é bacana, é uma pessoa muito legal, muito bacana.
E por que você gosta de de trabalhar?
Ah, eu gosto porque eu acho que o caso do tabaco é um paradigma, assim, para a gente questionar o capitalismo. Eh Porque, enfim, é uma indústria, claro, evidentemente... antiética e tal, quer dizer já tem sentença condenando, reconhecendo as atitudes, os documentos da indústria, eh secretos da indústria estão disponíveis na em pelo menos duas universidades norte-americanas, no website. Então, você tem aí uma indústria que como ela tem um impacto muito forte social, eh desde a produção, tem toda a questão dos fumicultores e tal, relação de dependência dos fumicultores, o que eles sofrem em termos de saúde, servidão por dívida para para a indústria e tal. Desde a produção até consumo e exposição à fumaça, eh tudo tudo que a gente foi enganado né para para se criar uma situação. Eh Então, isso eh não é que seja mais fácil, mas é mais evidente você <coughs> regular uma indústria como essa. Agora, eu acho que isso serve para qualquer qualquer indústria, né? Porque, na verdade, enfim, o capitalismo, óbvio que tem coisas boas, né? Claro que tecnologia, ciência, que é coisa que a gente pode desenvolver para o bem-estar da humanidade, isso tudo se deve, claro, a um sistema que estimula as pessoas que querem ganhar alguma coisa com isso.

Acho também que o controle é totalmente necessário, acho que o Estado, claro, não um Estado totalitário, mas um Estado que tem participação das pessoas, que tem que tem controle social, eh acho que é essencial que a gente controle as nossas vidas a a a a, os nossos recursos, são de todos, não são dessas empresas. Eu acho que o caso do tabaco, ele serve de paradigma para outras empresas, para, sei lá, transgênico, para o agronegócio, para a indústria de bebidas, para a indústria de de armas, enfim. Eh Então, e eh e e assim, e eh eu acho interessante porque também nós não não somos assim, ah, vocês contra os fumantes, não não somos não somos anti-tabagistas, uhum, somos anti-tabagismo, né? Somos pelo controle do tabagismo, quer dizer, o o fumante Olhamos ele como uma vítima também de uma situação que foi colocada. Mas mas, sim, eh nós estamos contestando aqui a atuação da indústria, sem dúvida, da indústria do tabaco. E e E acho que isso pode servir de exemplo para muitas outras. O carro, por exemplo, o automóvel hoje, como é que nós estamos aqui em São Paulo, quase não consigo chegar aqui hoje, quer dizer, é chocante, né? E E trabalha-se muito com o próprio individualismo das pessoas, né? Acho que o sistema capitalista Ele também usa muito eh as características humanas, né? Uhum. Enfim, ganância, de individualismo, eh materialismo e tal. Então, enfim, são são questões que eu acho que estão totalmente relacionadas e essa oportunidade de de trabalhar numa ó ene gê né que está questionando, de alguma forma, isso, eh acho bacana para projetos futuros.
E além do trabalho assim, o que que você acha, o que que você quer falar, o que que você acha importante registrar o que que, ah, da sua vida assim? Ah
Faltou falar um pouco das minhas sobrinhas queridas. E enfim, preciso trazer a a foto separei as fotos e elas ficaram em casa. Enfim, que é é enfim sensacional né você ver as novas gerações e e te dar um pouco de esperança do que de que a gente pode fazer um um mundo melhor né. Eu, às vezes, fico meio desesperada.

de ter filhos e tal, e às vezes eu falo, gente, mas meu Deus né, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, olha como estão as coisas.

para o para os filhos. Por que não começam a pensar em deixar filhos melhores para o mundo? Então, eu achei isso sensacional. Bom, posso contribuir assim né, <laughs> tentando deixar um filho melhor, pelo menos né, aham, para ver se a gente... Enfim, eh acho que também viver é isso né, estar ter conflitos e desafios né. Isso não vai acabar nunca né. Só espero que as coisas não piorem. Que a gente possa, realmente, com o nosso trabalho, nossa esperança, a nossa força, a gente

Mudar para melhor. Você quer perguntar alguma coisa? Eu ia falar da sua sobrinha. É, então. Falei meio, né? Falei e já deixei meio... Não, falei, é isso. É essa coisa da... da do mundo, né? Mas é uma experiência, enfim, super bacana de você ter sobrinhas e você lidar com elas. Elas são muito fofinhas, muito queridas, muito... Enfim, eh você observar a descoberta da vida, né? Agora com outros olhos, né? Essas pessoas, como é que elas estão vendo e tal. E claro que é importante o ambiente onde elas vivem, né? Que idade elas têm? A

Elas também têm têm um ano e meio de diferença. Hum. São filhas da minha irmã, que é um ano e meio mais nova que eu. E a minha irmã me deu essa alegria de eu ser eh, de eu ser, tia. Não só tia, mas ser madrinha da da primeira filha dela né, achei. Isso Enfim... Não não tem preço, né? Não dá para dizer. Muito
Você lembra de alguma situação, alguma algum momento especial, assim algum um marco assim de ter passado com elas um dia? Enfim, que você queira deixar registrada... Ah, não sei, não.

E ela, enfim, não é, na verdade. Ela parece com a família do pai dela e tal. Mas eu acho que ela tem um jeito, assim, alguma coisa que as pessoas identificam comigo e tal. E E e eu sei que ela tem preocupações, por exemplo, com o meio ambiente, né? E tal então eu acho que i isso é o é uma coisa são preocupações que eh ultrapassam o as preocupações pessoais. né, quer dizer, Eu tenho preocupações comigo, com a minha vida, eu quero ser feliz e tal, mas também eu tenho uma preocupação que extrapola a a minha individualidade. né que, e e aí e vejo, E ver isso nela assim é um é uma coisa enfim bacana, que traz alegria né, a gente fica contente.
e última pergunta, como é que foi para você contar a sua história, como é que foi estar aqui falando? Ah, foi assim uma terapia!
Ah, eh eh eu achei muito... Enfim, é bacana, né? Você lembrar de tantas coisas e poder colocá-las... Eu acho também que o fato de eu ter feito terapia eh me ajuda, primeiro, a a a ter um pouco mais de facilidade de falar e de lembrar de coisas e, por outro, também a ser mais eh, vamos dizer eh, eletiva, né? Eleger coisas, outras coisas eu não falei, porque, enfim... né Quer dizer, eh há há há coisas que que cabem falar assim né, numa coisa pública e outras não. Mas eh Mas foi foi muito bacana. Foi foi bacana esse resgate né da da vida assim né, da gente. Até ajudar um pouco a a fazer uma linha. Ah, bom. Então foi tudo isso o que eu vivi né.
Foi muito le muito legal, gostei Por que que você teve vontade de vir contar sua história?

<laughs> Então, eu achei que, enfim, achei interessante, queria queria participar, porque eu acho, enfim, é uma iniciativa muito bacana. Então, tá. Obrigada.